nome completo, local onde a senhora nasceu e a data do seu nascimento.

Nasci em mil novecentos e cinco, em Portugal. Vila Real Trás Montes. Fui daqui para nascer lá.
E eh... a senhora, qual era o nome dos pais da senhora?
Meus pais?

Da parte da mãe dela era Mato dos Reis.
E, dona Aurora, a senhora falou que a senhora, eh foi para nascer lá. Por que isso?
Porque o meu irmão mais velho, quando eles casaram, tiveram um menino. Depois, quando... Quando ela já estava bem gorda para ter outro, o meu pai disse que falou para ela, esse aqui tem que nascer em Portugal. Eles moravam em Santos. Ai Então, ela teve que ir no médico ver, para o médico ver se ela podia viajar, porque, naquele tempo, os vapores demoravam muito. Né. Então, ela foi fazer exame e o médico disse que ela podia ir. Então, elas foram para Portugal a propósito para esse nascer lá, na terra do meu pai, Vila Real Trás-os-Montes. E
E, Dona Aurora, qual que era a atividade dos seus pais? ãhn? Que profissão, o que os seus pais faziam?
Meu pai, ele trabalhava aqui em São Paulo, em Santos, em uma drogaria espanhola, preparar remédios, preparar coisas para remédios. Tanto que ele chegava lá, o meu irmão mais velho, gostava porque meu pai estava, acho que, amassando amêndoas com doce e dava um pouquinho para ele comer. Ele gostava. Isso aí era uma drogaria espanhola.
E a sua mãe fazia o quê?
A minha mãe? A minha mãe, eh, eles moravam. em Santos, e eles fizeram um negócio num na na sala, porque não tinha luz, não havia luz, não é? Não havia luz, não havia nada, tanto que meu pai comprou uma carroça, um caminhão, uma carroça e cavalos, e pôs um homem tomando conta para alugar, alugar porque não havia bonde, não havia nada. E, no meio do salão onde eles moravam, ela fez um negócio com com ferros e dentro era fogo, bastante fogo. E compraram aqueles ferros de de de de passar, mas tudo de ferro, que encostavam ali naquela armação, que está quente, para esquentar, para passar roupa. Tinha as mulheres para passar roupa para tudo, né? Pagavam, todos estavam ganhando. ficavam todos aqueles ferros em volta daquela coisa que elas fizeram ali para passar roupa. Então, ela dizia assim, precisava ter muito cuidado, aquelas roupas de criancinhas finas, precisava primeiro experimentar bem no outro pano para não queimar, fazer tudo preçadinho.
Então, tua mãe, a mãe da senhora trabalhava com, eh, para passar roupa para fora? É. Me diz uma coisa, dona Aurora, ah, eh, por que os seus pais vieram para o Brasil? O meu
Na casa do meu pai, já tinha, eles eram em três irmãos aqui no Brasil. Moravam todos em Santos.
Ah, então seu pai veio para encontrar com os irmãos aqui em Santos?
Acho que é, não é? Porque vieram, já tinha algum, depois veio ele, depois veio outro. Tinha três aqui. Porque lá lá não tem futuro nenhum. Vem tudo para o Brasil.
E a sua mãe veio também para o Brasil direto? Como é que foi isso?

Ela estava na... na Onde estava o... O padre, como é que chama? Em Roma?

Ela esteve ali até, até ser uma mulher, né? Aí quando o irmão dela, irmão dela, que é de... não é da parte do meu pai, o irmão dela, chegou perto dela, lá onde ela estava trabalhando, disse, olha, arruma tua mala, tuas coisas que nós vamos para o Brasil. E ela arrumou, vieram para o Brasil. Nem deu tempo dela abrir a mala, já tinha... o presidente com a família, já con contratando ela, e levaram ela para o para uma fazenda e fizeram... Então, ela fez um almoço, que ela sabia tudo, tudo, tudo, sem saber ler nem escrever.
A senhora me contou que ela foi de Portugal para Roma. Por que ela foi de Portugal para Roma?
Como é que foi essa história? Ela estava em Ela estava em Portugal com os pais, de leque, levaram ela para Roma.

Eles foram lá na casa dos meus pais, onde eles moravam, e convenceram, custou convencer, eles não queriam deixar ela ir, mas depois deixaram, né? A gente fez promessas, promessas, mas nunca mandaram ela estudar.
Ah, então foi uma pessoa lá, eh, na casa dos seus avós e pegaram a sua Vó, a sua mãe, e levou para Roma, mas ela era criança, como é que era?
Ela é, né... Eu penso que ela devia ter uns dez anos por aí. Levaram ela para trabalhar, porque eles fazem isso mesmo, né? Eles sabem que levam pessoas seguras, de confiança. E ela ficou lá até ficar mulher grande.

E quando ela chegou no Brasil, aí ela foi trabalhar na fazenda como cozinheira?
É é, porque foram, eh, eh, antes mesmo de alugar uma casa para morar lá em Santos, já tinha gente com o presidente, com a família, levaram ela. Levaram ela para lá e ela fez o, o grande almoço. E tinha bastante aqueles pretos lá, caipiras, né, não ganham nada. trabalhando. E ela fez o almoço, bastante coisa. Não é que acabou tudo, não sobrou nada na cozinha. É. Aí o o o os empregadinhos, aqueles velhinhos, começavam a dizer para ela que estavam com fome, queriam comer, não tinha nada, as panelas estava tudo vazias. E ela ficou tão desesperada de ver eles cheios de fome, e não tinha nada para comer. Ela ficou tão desesperada que agarrou o cadeirão e jogou o cadeirão por baixo da mesa, batendo nas pernas de todo mundo. Aí a, aí a esposa do do do doutor lá veio falar com ela. O o os pretos diziam assim para ela. Ih, ela vai te bater. Tem um chicote aí que bate nas empregadas. Ih, ela vai te matar. Ela dizia, não vai não. Ela tinha uma chaleira com água fervente. Se eles vierem para cima de mim, eu jogo isso essa água neles. E aí E ela. Daí eh, eh, a dona da casa veio, tirou a chave da do depósito e deu para ela e disse, vai lá. Lá tem bastante coisa. Veja o que você pode fazer. E fala para os homens aí, espe, para os empregados, esperar um pouquinho. E ela foi fazer outra comida. para eles estavam loucos de fome.
Eram escravos, essas pessoas.
Escravos, é, e não ganham nada. E a senhora Eles falavam para ela, minha, ela vai te bater, olha aquele chicote, aquele, é com aquilo lá que ela bate. Eles assim, elas assim, em mim ela não vai bater, não. Se ela vier para cima de mim, eu jogo a chaleira com água quente nela.
E quanto, a senhora sabe quanto tempo ela trabalhou nessa fazenda, dona Aurora?
Ah, não sei, não. Não Não sei. Eh Eu sei que depois ela ficou na, na na casa da da da da dos pessoal da fazenda. Ficou lá, depois arrumou namorado, casou.
E como é que ela conheceu o seu pai?
Ali mesmo, todos juntos moravam lá. Em Santos. Ali onde está a subida para Nossa Senhora do Monte Serrata. Era ali que eles moravam.
Ah, era ali que era a fazenda?
Não, não. Ali que eles alugaram casa e, e ela passava aquelas roupinhas. Ah, tá. E
E me diz uma coisa, dona Aurora. A senhora eh lembra eh do bairro quando a senhora... Porque a senhora nasceu em Portugal e depois veio para o Brasil, é isso? E a senhora lembra do lugar onde a senhora morava, dona Au? Quando a senhora era pequena? Lá em Portugal?

Em Portugal a senhora chegou a morar? Isso eu já falei, né? A senhora chegou a morar em Portugal ou não? A senhora chegou a morar em Portugal?
Não. não Só assim. Minha mãe, quando ela já ficou boa e tudo, vieram embora outra vez. Porque ele deixou, ele deixou, as coisas tudo controlado. carroça, cavalos para fazer aluguel, tudo controlado. Deixou a pessoa tomando conta com o tempo marcado, né. Depois, ele veio e tomou conta de tudo.
Aí vocês, voltaram para o Brasil com a senhora neném.
A senhora era bebê? É, acho que eu podia estar andando, não sei. Isso eu não lembro, né.
tá. E a senhora lembra da casa onde a senhora morava, em Santos, quando a senhora era pequena? Lembro. Como é que era? Conta para gente.
É uma casinha muito vagabunda. <laughs> A senhora fala aqui, tá escutando do lado de lá.
<laughs> Como é que era a casinha? Conta para a gente.
A casinha... Engraçado, eh, quando tinha a calçada na rua, aqui já era porta, já entrava na casa.
A calçada era muito pequena, então?
Não, mais ou menos, né? uhum estava andando.
E como é que era o bairro? A senhora lembra como era o bairro?
Macuco.
Macuco? E o que tinha nesse bairro? Como é que ele era? A senhora conta para a gente.
Naquele tempo era muito feio. A é? Hoje está bonito, né? Tudo cheio. Assim, de um de um lado tem a força pública, que a gente via quando eles se jogavam de lado em cima, fazendo ginástica. Isso eu ainda me lembro. A é? Era pequenininha, mas a gente gosta de ver aquelas voando o homem lá em cima. A eu
A pessoa da Força Pública ficava fazendo exercícios de manhã e a senhora ficava vendo? E como é que era
Aquele bairro era muito feio, sabe? Feio mesmo.
O que tinha de feio que a senhora não gostava?
Não tinha nada, só matos pela rua. Do lado estava a Força Pública e do outro lado tinha um um como se fosse um um tanque de água. Água limpa, né? E ali tem a entradinha subida para o Monte Serrape. E nós moramos quase em frente. E a senhora lembra eh... Eu nem sei como é que eu me lembro disso, eles ficam todos bobos porque eu me lembro. <laughs>
E me diz uma coisa, dona Aurora, a senhora tinha muitos amigos, muitas crianças que a senhora brincava ou não?
Eu sempre tive muitos amigos, até hoje.
E como é que eram as brincadeiras na sua infância?
Brincar de roda... Correr um atrás do outro para pegar o quarto que entra primeiro na roda. Era brincadeira de criança mesmo, não tinha outra coisa.
A senhora tinha alguma tinha cantigas de criança que a senhora lembra de alguma ou não? De quê? Aquelas cantigas, aquelas musiquinhas que se cantava quando era criança. A senhora lembra de alguma?
Lembro. A é?
Qual que a senhora lembra?

Lembro. Às vezes, até eu canto sozinha. É engraçado, quando precisa, a gente esquece. Depois lembro tudo outra vez. O castelo pegou fogo. O castelo pegou fogo e São Francisco deu sinal. Acuda, acuda, acuda a bandeira nacional.
Era uma musiquinha que a senhora cantava quando era pequena. E a senhora lembra de algum amigo seu de infância? Como é que ele chamava os amiguinhos? A senhora lembra do nome deles ou não?
Eu acho que não lembro, não, o nome deles.
E como é que era o seu cotidiano em casa? O que que a senhora fazia quando a senhora era pequena? Conta um pouquinho dia dia. A senhora levantava... Não fazia nada.
Não?

Ainda lembro que minha mãe fazia um vestidinho, ia me vestir e me dava uns pum, uns tons na barriga Colhe essa barriga, vamos! Porque eu sempre tive barriga desde pequenininha. Meu pai era magrinho, mas tinha uma barriguinha. E eu puxei tudo ele. Tudo.
E como é que era o dia? Vocês levantavam? A senhora tem irmãos, dona Aurora? Irmão?
É. Uma quantidade deles.

Quantos irmãos a senhora
Eu tinha, olha... Quer ver? Levantando eu, não é? O primeiro, antes de mim.

Era uma turma grande.
E o que vocês faziam? A senhora era mais velha ou não?

O mais velho era um, o que nasceu primeiro, que depois nós fomos para Portugal. O resto era eu e era todos abaixo de mim.
E que que, eh, que que vocês faziam? Como é que era essas criançada toda dentro dessa casa? O que essa criançada toda fazia?
Na casa não fazia nada. Não?

E não brincava na rua também ou não? Não, não podia brincar na rua, não deixavam. Por quê? Ali ninguém brincava na rua. Dentro de casa brincava ou então... Ia na naquele negócio que subia para Nossa Senhora do Monte Serrape. Um bondinho? Tinha um lugar assim, podia brincar.
E a senhora ia na praia? A senhora lembra de ir na praia?
Eu não lembro. Não? Mas fiquei perdida. meu O meu tio, irmão da minha mãe, ele fazia todo domingo, ele pegava os meninos, e levava para, na confeitaria para comer doce, para brincar. E eu, com é, foi mulher, é, demorou mais para vestir. Fiquei um pouco mais, mas depois eu não subi o caminho. Eu fui andando, andando, andando e fui parar na praia. Meu pai já estava desesperado, já ia dar parte da polícia para me acharem. E estava um movimento danado à minha procura. E eu fui andando, andando, andando, fui parar na praia. Lá eu sentei e fiquei brincando com a areia. Aí meu pai ia dar parte na polícia. Quando a verdureira chegou, ele falou assim... Ele disse, não quero saber de verdura. Minha filha está perdida, me roubaram ela. Ele disse, ela disse assim, eu vi uma menina brincando lá na praia com areia. Ele dizia assim, mas de que ela? Correram lá e era eu.
E a senhora não ficou com medo?
Não, não, nem pensei nisso. É pequena. Brincando com a areia, pondo na nas pernas, nos pés, fazendo buraco.
Me diz uma coisa, dona Aurora, como é que... Vocês foram para a escola com quantos anos? Anos. A senhora foi estudar, foi para a escola, seus irmãos também?

Quando eu era bem bem novinha, a a minha mãe pagava uma escolinha. Mas, logo, logo, abriram uma sala, eh da prefeitura, a sala do governo, porque era lá no Jardim Paulista, naquele tempo não era esse nome, né. Então, eh, eh tinha uma sala do governo e a minha mãe me colocou lá para estudar, porque não tinha escola. O grupo escolar eh ficava longe do bairro.
E era lá em Santos mesmo isso?
Tudo em Santos.
E aí a senhora, a senhora lembra o nome da sua primeira professora? Não lembro o nome da professora, não lembro. E a senhora lembra o primeiro dia de aula?
Eu lembro da escola que a gente escrevia. Escola Feminina. Escola Feminina. do Caguassu. O bairro chamava Caguassu. Escola feminina do Caguassu.
E me diz uma coisa, dona Aurora, essa escola só tinha menina?
Não, meninas e meninos. É separado. É salinha. E a a senhora... O governo pagava, uhum porque não tinha escola para para a pessoa estudar.
E a senhora, ãn... como é que era essa escola? Conta um pouquinho para a gente.
Ela tinha um pátio, tinha uma... É uma sala, uma sala assim, cheia de de de bancos, cadeiras. Ali estavam as meninas, meninos, estudando.
E a senhora ficava o dia inteiro, ãn na sua escola? Não não
Só só aquelas horas da escola, pois não. Depois a gente, depois a gente passou para o grupo, só que tinha que andar muito. Nós estávamos bem lá embaixo da da da Avenida Brigadeiro, bem lá embaixo, e a escola era pertinho do Largo do Paraíso, o grupo. Depois nós passamos para lá. Dona Aurora
Dona Aurora, a senhora ia como para a escola? A senhora ia como para a escola?
Ele perguntou como é que a senhora ia para a escola?
A minha mãe levava, ou o o meu pai, qualquer um levava. Ah, tinha um empregado para levar a gente na escola.
E a senhora ia como? A senhora ia a pé, ia a cavalo?
A pé.
A pé?
A pé. Não tinha nada de bom naquele tempo. E a lama, então.

Tinha muita lama, dona Aurora? cheio de lama, uma lama mesmo. Alameda Lorena, que hoje é uma coisa chique. Ali se pusesse o pé, ele afundava. Horrível.
E a senhora ia, chegava na escola, então tudo cheio de barro. E aí como é que a senhora fazia, dona Aurora? A senhora lavava os pés? O que a senhora fazia na escola para se limpar? ãn? A senhora se limpava quando chegava na escola? Lavava os pés?

A gente se limpava um pouco, né? Foi Foi um tempo ruim mesmo, viu?
E me diz uma coisa dona Aurora, a escola, como é que como é que era a escola? A senhora, eh A professora dava explicava, ensinava, a senhora fazia lição na escola ou fazia lição em casa?
Ela passava lição para fazer em casa e a gente trazia para ela ver tudo, ela fazia outra. Era muito boa a professora.
E tinha luz na escola, tinha tudo? Como é que era? Tinha o quê? Tinha energia na escola ou não?
Tinha luz? É. É mesmo. Não, era Lampião. Era Lampião? Era É. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Desde o lago São Francisco até o Itaim Bibi, era tudo Lampião de gás. Tudo Lampião de gás. Mas isso aqui em São ele lembro daqueles Lampião.
Mas isso era aqui em São Paulo?

Lá na Alameda Lorena, no Jardim Paulista.
E isso, essa escola, quando a senhora estava estudando, era aqui em São Paulo. Então, essa que a senhora está contando. E como é que a senhora veio de Santos morar em São Paulo?
Morar em São Paulo? É. É mesmo, né? Como é que foi? A viagem que nós fizemos com o vapor demorou muito, muito, muito. Então, chegamos aqui em São Paulo. O meu tio e o irmão do meu pai já estavam aí, dois. Eles foram, eles foram lá no Jardim Paulista, na Alameda Lorena, e a e viram lá uma chácara com uma casinha. Falaram para o meu pai. Meu pai foi ver e alugou. Nós só fomos para lá, no Jardim Paulista.
E aí a senhora veio, vocês vieram de Santos morar em São Paulo?
É, morar em São Paulo.
A senhora tinha quantos anos? A senhora lembra?
Mais ou menos, pela... as corrida que eu tinha, eu acho que eu tinha uns oito, nove ano.
E aí essa escola que a senhora tá contando que era lá na Brigadeiro, era uma escola aqui em São Paulo? É. E a senhora estudou até que ano, dona Aurora?
Até o quarto ano. Só que eu estudei duas vezes o quarto ano. Depois fui estudar lá em Paralela Aquela cidade, como é?onde que todo mundo vai estudar, se forma... Como é que chama lá? Na USP, não?
É. Não tem problema, se a senhora não lembra, não tem... É. Não tem problema. Era lá. Me diz uma coisa, dona Auro, e aí a senhora parou de estudar por quê?
de estudar, porque eu era pequena e foram me pegar, me levaram embora.
Ah, levaram a senhora embora para onde? É...
É, levaram embora uma mulher lá, que foi na casa, na casa minha mãe. Começou minha mãe a me deixar le, ela me levar. Mas ela nunca me mandou estudar, me pôs na cozinha para trabalhar. Mas aprendi, aprendi, aprendi de tudo, tudo, tudo, tudo. Ficou tudo na minha cabeça.
Agora, dona Aurora, onde essa mulher levou a senhora? Para onde a senhora foi morar com ela?
Lá no próprio hotel.
No hotel?
Era um hotel? É, tinha no nos fundo, ti tinha dos tinha dois quartos para mais pessoas que trabalhavam, né? Porque era hotel ci cinco estrelas. Como é que era o nome desse hotel, a senhora lembra? Da do do do do o... O dono do hotel, né? Não, o nome do hotel. O nome do hotel?
Hotel Cinco Estrela. Ah, ele chamava Hotel Cinco Estrelas? É. E onde ele ficava, esse hotel?
Ali, aonde onde o o o padre mora, como é que chama?
Perto da catedral, não? É. Né E aí a senhora ficou trabalhando lá, a senhora ficou trabalhando na cozinha? É
É, continuei, continuei, continuei, até ficar mulher. Um dia o meu irmão falou para mãe, eu vou lá, pegar a Aurora e vamos para o Brasil.
A senhora trabalhou em...?

Ah, tá.
De lá fomos para o Brasil. Depois, antes de tirar a mala, antes de nada, eu já estava com o emprego pronto.
Ah, tá. E me diz uma coisa, dona Aurora. Ah, A senhora, quando ficou mais velha, a senhora casou com quantos anos, dona Aurora?
Eu não sei, eu acho que com
E como é que a senhora conheceu o seu marido? Como é que a senhora conheceu o seu marido?
Porque ele também, ele ele era português da mesma terra e veio para o Brasil.
E aí a senhora conheceu ele aonde? Onde a senhora conheceu o seu marido?
Eu conheci ele, mas não liguei, nós estávamos brincando. no Porto, que era per perto de onde a gente morava. No Porto, estávamos lá, uma turma grande, era onde fazia tudo, as latas, as conservas, né? Ali, eu estava ali, e passou uma cigana ci Leo leo Pegou pegou a mão do meu marido, quer dizer, não era nada, pegou a mão dele e falou assim para ele, vai casar com uma prima. E ele ali tinha uma prima com a mesma idade minha e eles brincavam muito. Então, todo mundo pensou que ele ia casar com ela. Ela dizia, eu gosto muito dela, mas não para casar. Depois foi casar comigo.
E aí a senhora, quando a senhora casou, Nessa época a senhora tinha uns dezessete anos. O que a senhora fazia na adolescência, nessa época que a senhora tinha dezessete anos? A senhora ia em cinema? A senhora ia em teatro? A senhora fazia alguma coisa?
Não, eu fazia o serviço da casa, né? Ajudava a minha mãe.
E a senhora não fazia nada para se divertir?
eles me levavam, né? Para brincar, assim. O meu marido agora, meu marido, naquele tempo, não. Mas ele tocava sanfona. Era grande. Então, ele começava a tocar, todo mundo começava a pular, a dançar. Na rua, em qualquer lugar. Era esse o advertimento. E as crianças, as meninas, brincavam de roda, né? Roda, lenço atrás.
Me diz uma coisa. A senhora lembra como, nessa fase que a senhora tinha dezessete, dezoito anos, a senhora lembra como é que era as roupas, como é que as pessoas se vestiam? A senhora lembra disso?
Lembro a roupa. A minha mãe que fazia. Ah é? Tudo simples, mas bonito, muito bem feito. Até as calcinhas ela, ela punha bordadinha em volta. Bonitinha mesmo. Ainda lembro. Punha perninha e punha um babadinho.
E a, e as roupas das moças como é que eram naquela época?
A roupa das moças? agora É tudo simples também. Não lembro.
A senhora falou que quando a senhora morou eh na, eh... A senhora conheceu o marido da senhora, a senhora casou com ele, a senhora foi morar onde? A senhora casou com o seu marido quando, a senhora lembra?
Lembro.
Quando foi?

Diz.
A senhora lembra o ano, pelo menos, ou não? ãn? A senhora lembra o ano?
O ano? É uma coisa que eu não estou bem lembrada.
Não tem problema. A senhora A senhora casou e foi morar onde, dona A senhora casou e foi morar onde?
Fiquei morando em Santos mesmo.
A senhora ficou morando em Santos? É

Mas a senhora veio para São Paulo, morou aqui um tempo, depois vocês voltaram para Santos... Não, espera.
Eu casei. Aí fiquei morando em São Paulo. Em São Paulo, é. Até até agora eu lembro. Meus pais já moravam lá em São Paulo, na chacrinha que o meu tio alugou. A minha eh, a minha mãe desalugou uma casinha bem em frente onde ela morava, e ela pediu para nós alugarmos para morar lá para ficarmos perto dela.
E a senhora lembra como é que era o bairro? O bairro como é que era, era o Jardim Paulista, não era? Jardim Paulista.
Como era? Agora é Jardim Paulista. Naquele tempo era, a gente chamava o bairro da Sujeira, porque se eu pisasse com o pé ali, ele afundava. Foi preciso eles abrir, arrumar, reforçar a terra. Vacas, tudo afundava.
O que tinha em volta desse bairro? Era só fazendas, sítios? O que tinha em volta?
Mato. Mato, abeça. Mato. Morro para lá. Eles reformaram tudo. Tudo.
E a senhora lembra é... se tinha Avenida Paulista nessa época ou não?
Avenida Paulista tinha.
E como é que ela era?
Ela ficava longe eh da da da Avenida Paulista até onde nós estavamos. Agora é Alameda Lorena. E o seu marido? Naquele tempo não era Lorena, era Caguassu.

Era o nome da rua? E me diz uma coisa, dona Aurora. eh O seu marido fazia o quê?
Ele era motorista. Mas particular.
E ele trabalhava para que família? Para
B. Santana.
Vocês eram donos do quê? A loja era
A loja do B. Santana era na rua direita.
E era uma loja do quê?
Uma loja de de eletricidade, muito grande. Metade da loja era em configuração. Mas um grande, quase com o quarteirão todo. E eles trabalhavam com... tinha material... Eles só trabalhavam... é Ele trabalhavam para... levar, levar os operários nas onde estavam trabalhando, o material de eletricidade, tudo de eletricidade.
E me diz uma coisa, dona Aurora, eh a senhora casou, eh como é que era o seu dia-a-dia de casada? A senhora lembra? No começo, como é que era?
Lembro.
Como é que era?
Naquele tempo foi muito ruim, a gente era tudo muito pobre, Engraçado que eu eu eu até hoje eu falo. A gente deu festa na na na no casamento. Assamos cabrito, fez tudo. A minha cunhada, a irmã dele que fez. Eu não faria nada. Fez tudo, uma um festão danado. Naquele tempo, ninguém dava um presente. A não tinha Não se ganhava nada, nada. Só comiam. Comiam, comiam.
E o que teve na sua festa de casamento para comer? Ãn? O que teve para comer na sua festa de casamento?
Ah, teve um um cabrito assado. Ah, é? Batata assada, arroz, salada.
E a senhora lembra do seu vestido? Como é que era o seu vestido de noiva?
É de organdil branco.
Ah, é?
Com tu tu tudo.
E me diz uma coisa, dona Aurora, a senhora ficou morando nessa casa perto da sua mãe, e como é que era seu dia a dia? O que a senhora fazia? A senhora levantava? Acordava muito cedo? Como é que era?
Levantava cedo. é? Que horas. Eu começava logo cedo a trabalhar.
E o que que a senhora fazia?
Eu fazia de tudo. De tudo. Eu eu Toda a vida. Tanto que agora tenho muita pena. Não posso fazer mais quase mais nada. E como é duro ficar parado.
Mas a senhora fazia o quê? A senhora arrumava a casa, passava, lavava?
Lavava, passava. Fazia tudo. Ajudava a minha mãe.
A senhora continuava ajudando a sua mãe depois de casar?
Tanto que o meu meu pai veio morrer... Quando minha mãe morreu, o meu pai, eu trouxe ele para mim. Trouxe para minha casa. Cuidei dele. A minha mãe, nós estávamos todos, uma turma sentada, a comadre dela, todos nós estávamos sentadinhos, e ela na sentada na cama, encostada, né? De repente, a comadre dela fala assim para mim, Aurora, tua mãe tá morrendo. A casa cheia de gente e minha mãe morreu que nem um passarinho. Meu pai foi a mesma coisa. Eu eu fui preparar a mama mamadeira. Eu comprei um vidro, podia pôr ali o leitinho dele, apertar e podia ele sozinho tomar. Eu fui com aquilo ali para dar para ele. Dois espirros e morreu. Eu gritei, era assombradinho, eu gritei para o meu marido. Manoel, papai tá morrendo. porque era para o meu marido ir trabalhar e não foi de noite. Mas veio um irmão meu, Milo, ficar comigo, passar a noite comigo. O meu pai né morreu. Nós morávamos lá no Jardim Paulista. Não havia telefone, ninguém tinha telefone. Meu pai morreu e a família a família maior parte dele morava em Santos. Mas foi uma correria, uma atrapalhada danada para conseguir pôr tudo em ordem. E ele morreu, que uma calminha que só vendo. E a minha mãe foi a mesma coisa.
Ele não estava doente? Ãn? Ele não estava doente? A velhice, né?
Ele morreu com quantos anos, dona Aurora? A Agora com anos, não sei. Mas era bastante já. Bastante. Ele tinha também já uma perna que já custava para ele levar a andar.
Me diz uma coisa, dona Aurora. Eh A senhora lembra da Revolução de trinta e dois? Ãn? A senhora lembra da Revolução de trinta e dois?
Da Revolução de trinta e dois, lembro.
Como é que foi? A senhora viu alguma coisa?
Vi.

Conta para a gente.

que ensinaram as crianças a cantar. São Paulo só, São Paulo só, São Paulo só. <laughs> Chegaram a dar tudo, as mulher as patroas, até até até os negócios do do do dos guarda-chuva, que eram cabinhos de ouro, tudo elas deram. Deram tudo para ficar o São Paulo só. Ficar São Paulo só, eu não queria que ficasse o o o resto. Era só separar o São, né? Como é São Paulo de Santos, né? São do Brasil. Do Brasil. Então, gritavam São Paulo só, São Paulo só. Eu costurava para fora.
A senhora costurava para fora?
Estava costurado. Uma freguesa dizia assim para mim, o o o o o São Paulo vai ganhar. Ela dizia para mim, São Paulo vai ganhar. E, com o dinheiro de uma empregada, nós podemos ter duas. Elas diziam para mim. E eu, a favor, a favor, contra ela.
A senhora não queria que São Paulo se separasse? não
não queria. Contra Eu tinha um cunhado que era militar e ele dizia para mim, tanta coisa contra. E eu dizia para ele, chutou aí tudo. Eles não vão ganhar. Ele pegou e disse para mim, cunhada, eu podia dar parte da senhora e a senhora ia presa. Eu disse, olha, então dá. Eu posso ir presa uns dias, mas depois você vai ficar o resto do tempo. <laughs> Eu sabia que que que quem ia ganhar ia ser nós. Eu sempre tive essa ideia, até no jogo. Estão jogando, ganhando. Eu digo, eu não torço por ninguém. Só peço a Deus que ganhe aquele que merecer.
E me diz uma coisa, dona Aurora, a senhora lembra da das lutas? A senhora viu alguma luta lá na Paulista? A senhora viu alguma coisa ou não? Como? Durante a Revolução, a senhora viu alguma alguma luta, alguma coisa

Nada não. E
E me diz uma coisa.
Foi uma revolução muito estúpida. que Ultimamente, eles estavam mandando até crianças, meninos, mocinhos que mocinhos Uma amiga uma amiga espanhola que morava lá no Jardim Paulista, nós nos conhecíamos desde pequenos. Ela dizia assim para mim, Aurora, corre depressa, estão pegando os meninos. da idade do teu filho, João. E ele vai, viu? Estão levando os homens. Os homens, já foi tudo, não tem mais. E vem de lá sem uma perna, sem um braço. Outros, nem vejo, já morreram. Quando ela me falou isso, ela me disse, ela disse assim, Aurora, olha, tem um lugar que você que você leva o nome dele que vocês vão vencer. E ela me explicou até o lugar, onde era, a rua, tudo. Eu escrevi e telefonei para o meu marido. Falei, olha, a nossa amiga assim, assim, falou isso, isso, isso. E agora eu estou com medo do Gilbão. Vão levar ele. Então, ele diz assim para mim, então, faz assim, às seis horas você está aqui na porta da loja B. Santana. E nós vamos lá. E foi assim. Quando foi seis horas, eu estava lá esperando ele sair. Saímos, tomamos um ônibus e fomos lá falar com esse homem que ela mandou. Ele pegou toda a nota do nome dele, tudo direitinho. Não é não Para eles não encontrar o nome do, chamar ele. E não foi, graças a Deus.
Quantos filhos a senhora teve? Três.

Como é que é o nome deles?
Esse primeiro era João, que era o nome do meu marido, não, do pai do meu marido.

Me diz uma coisa, dona Os filhos da senhora estudavam a onde? A senhora pôs eles para estudar a onde quando eles eram pequenos?
Ele estudou bastante. Ele estudou na Teorografia, depois... Como eles ficavam brincando na rua, lá no Jardim Paulista, ficavam brincando na rua, jogando bola. A minha filha fez uma força danada para ele ir estudar. Essa essa essa escola, que agora é uma cidade. A escola está espalhada por tudo. Esqueci o nome. Trejo. Trejo, não sei mais. Eu não, eu Esqueci o nome. Daqui a pouco lembro. Tá bom Da escola. A escola efe eme u.
Ah, na efe eme u? E seus filhos estudaram lá? Fizeram faculdade?
Além disso, ele é... ele aquele tempo era... É que agora eles mandaram jogar a bo a a a máquina fora porque não vale mais nada, né? Agora é computador. E esse computador é o dono do mundo inteiro, viu? E que tomou conta do mundo inteiro. E é bom. Eu falei isso para uma uma médica que estava me tratando. Ela dizia assim para mim: é bom para uns, mas para outros não. Perderam tudo, né? E daí daí ela fala assim: A máqui, essas máquina antiga pode jogar fora.
Dona Aurora, me diz uma coisa, é... A senhora, depois que os seus filhos eh, seu marido trabalhou sempre nessa loja?
Foi sempre com esse... sempre com esse, com esse é... B. Santana. Sempre com o B
Era Beredito, mas ele eles cortam o Beredito e põe o B. E me diz uma coisa, Dona Aurora, a senhora tra, morou no no Jardim é... Paulista lá? Até quando?
A senhora mudou Aí nós construímos uma casa na... como é que chama lá? Um lugar bonito, bom.
É lá em Interlagos, não? Ãh? Interlagos, não? Interlagos, não?
Não, não. Interlagos estávamos morando nós. uhum. Então já morando lá em Interlagos. Agora, eu sei de cor todo instante. Vocês compraram. Eu sei que nós construímos uma casa, quer dizer, nós alugamos uma casa, um sobradinho, primeiro. É, alugamos um sobradinho primeiro. ainda veio. Até veio uma senhora lá, era frio, ela estava com um casaco quente, e falou assim, Eu queria falar com dona Maria. Eu falei para ela, aqui não mora ninguém com esse nome. Eu esqueci que eu era Maria. <laughs> Nunca ninguém me chamou de Maria. Eu falei para ela, olha, e ela falou assim, Maria, costureira. Eu digo, costureira, aqui não falta, tem tudo lá. Até ali naquela casa, em frente, é costureira. Mas eu não sou Maria. E ela foi embora. Mas, quando ela chegou assim na esquina, tinha que descer um degrauzinho, ela enfiou a mão no bolso e tirou o meu cartão. A minha filha tinha mandado fazer. Quer dizer, que já pôs o meu nome completo. Ai, mas eu fiquei... Acho que queimou até a minha cara. <laughs> Que coisa, não? Nunca... Nem meu pai... Nem meu pai nunca me chamou de Maria. Teve uma uma vez, o meu pai disse assim para a minha mãe, eu vou na cidade, vou no no cartório, vou vou vou pôr todo o nome dos filhos, porque depois o governo leva, né, então já vou pôr direitinho para os meus filhos. E foi. Quando ele voltou, tirou o chapéu, lembrou e disse assim para a minha mãe, a... Aurora não vai receber nada. É porque eu esqueci que ela é Maria. Aí saiu correndo. A sorte dele que o lugar de pôr Maria parece que estava reservado. Não teve que mexer em nada.
E aí a senhora recebeu?
Mas quantas voltas a vida dá, não?

Mudou, a senhora saiu lá do Jardim Paulista e a senhora foi para essa casa que vocês construíram. E os seus filhos eram grandes, pequenos nessa época? Como é que era?
Era, até o meu marido e eu, nós saímos, nós pegamos quando mudamos para lá, saímos do Jardim Paulista e fomos para lá. eh, não, eu Eu e ele levantamos cedo e fomos na cidade, deixamos os filhos dormindo e fomos marcar a hora para ver se podia mudar E eles podiam ir à escola, porque era longe. né. Então, nós tomamos ônibus para lá e para cá. E eles disseram assim, vai dar. Então, podemos mudar. Então, fomos para lá. Eh Ali é a Avenida Sabiá, Avenida Avenida Avenida Canário. Eu fui morar na Avenida Rua Canário.
É lá em Moema, não é?
Lá em Moema. Nós construímos uma casa tão bonita, tão boa. Ai, que gostosa!
E a casa era, e o bairro como era naquela época? O bairro tinha muitas
O bairro também era tudo cheio de lama. Ah é? Não tinha rua calçada? Então, meus filhos faziam assim. Eles eles levavam um sapato limpinho, deixavam lá no canto de um mato qualquer, aquele todo sujo, e depois o outro. para poder tomar o ônibus para se para o trabalho. Dona Aurora... Não foi fácil a vida da gente, não, viu?
Não foi fácil. E essa casa tinha luz, tinha... como é que era?
Tinha luz.
A rua também tinha luz ou era lampião? Não
Não, a rua não tinha luz, só tinha lama. Uma lama mesmo. E para chegar da dali de onde nós estávamos, até no ônibus, eram quatro quarteirão.
E, Dona Aurora, é... essa coisa da senhora comprar comida. Como é que era naquela época? A senhora comprava como? A senhora tinha um mercadinho, tinha um supermercado? Como é que era?
Tinha feira até em frente de casa. Abriram feira em frente de casa. E a Eu tinha eu eu tinha largado a costura e não não não estava mais costurando. Já tinha idade também. Não estava mais costurando. Encontrei o doutor, doutor, só só um doutor, um amigo da família, e falou assim para mim, Dona Aurora, eu vou pedir um grande favor para a senhora. Eu disse, o que que é? A senhora faz o vestido da minha da minha filha, da minha mulher, mulher, ela é italiana, da minha mulher, Eu falei, mas não posso, eu larguei tudo agora. Eu estava triste, aborrecida, meu marido tinha morrido. E eu queria mesmo largar, fazia muitos anos. Eu costurei
Sessenta anos. E a senhora, quando parou de costurar, a senhora estava morando em Moema ainda?
É, em Moema. Ai eu Aí eu falei para ele, não vai dar para me fazer, eu estou muito nervosa, eu estou tremendo. Ai, dona Aurora, por favor, faz o menos um, porque o... O parente dela vem aqui no Brasil, um padre, dizer a primeira missa. E ela é a única pessoa da família dele que está aqui. Ela quer ir muito chique. Ela já mandou fazer vestido, já experimentou sete vezes. Não pode, ela não pode usar. Ela diz que não vai nessa festa do do do do menino dela. Vai fazer um feio danado. Ela é a única pessoa da família aqui. Aí eu concordei, né? Fiquei com pena, concordei. Quando é o dia seguinte, lá vem ela com o pacote. Três vestidos. Ao invés de eu fazer um para ela, é três. Eu digo, mas como vocês aproveitam da gente, não? Eles aproveitavam mesmo, porque agora a senhora não vai costurar mais. Também eu com esses três aí, eu fico bem.
E a senhora lembra a cor dos vestidos, dos tecidos que correram? A senhora lembra a cor dos vestidos e que vestido a senhora fez para ela? Como é que era o modelo?
Não, não lembro. não Ela escolheu no figurino, né? Eu tinha figurino estrangeiro. Ela escolheu nos figurino. E eu fiz o vestido dela e fiz os outros também. E continuei. Eu tinha uma uma eu tinha uma uma caixa de costuras para para acabar. Queria acabar aquelas para me sossegar, mas não adiantou. Dona Aurora. Não adiantou. Dona Aurora. Eu estava acostumada com a minha freguesia. Eu não pegava nenhuma brusinha de ninguém. Eu tinha tudo certinho o ano todo.
E me diz uma coisa, Dona Aurora. O o o Maurício quer fazer uma pergunta para a senhora. Eh...
A sua família gostava de futebol?
Como é que é?
A sua família gostava de futebol? De Portugal? De futebol.
A sua família gostava de futebol?
Futebol, eh gostava. Eles iam assistir?
Menos eu. Eh Eu gosto de olhar assim, que estão jogando, e eu falo assim, eu não torço para ninguém. Deus sabe aquele que merece, que vai ganhar, não é verdade? E quem para que time
time a sua família torcia? Só ela não torce para ninguém, mas o seu marido torcia
Torcia para a portuguesa. Ah é? É Português ferrado. Ah é? <laughs>
E Dona Aurora, me diz uma coisa. A senhora falou para para... Vamos voltar um pouquinho. A senhora falou que, nessa época, a senhora fazia as compras para casa tudo na feira. A senhora comprava de tudo na feira ou não?
Não, não. Tinha o armazém. Ah é? Como é que. Comprava tudo no armazém.
E como é que a senhora pagava no armazém nessa Pagava na hora. A senhora pagava em dinheiro? A senhora não tinha uma caderneta lá?
Não, não. Pagava na hora.
E me diz uma coisa, dona Nora. A senhora falou que o seu marido veio a falecer. Ele faleceu do quê?
Olha, ele começou a se sentir bom, mal. Eu chamei o médico em casa. O médico examinou ele e ele continuava gemendo de dor. E o médico diz assim para ele, Ai seu não é tanto assim para o senhor gemer desse jeito, mas era, viu? Daí ele começou a piorar e eu chamei outro médico. O outro médico já começou a dar um remédio um pouquinho melhor, mas continuou ruim e ainda sofrendo bastante. Aí chamei o último, chamei três, era o terceiro. Aí o outro veio, examinou, falou assim para mim, olha, a senhora pode dar para ele o que ele quiser, até feijoada não tem mais cura. Ele disse assim na minha cara, até feijoada não tem mais cura. Agora, tinha uma senhora, a dona do armazém que eu gastava, gastava por mês, no fim do mês pagava, fazia compra. A dona do armazém escutou, foi lá em casa e viu Quando o médico falou que ele não tinha culpa, cura, ela falou para mim assim, Aurora, por que tu não vai no centro espírita pedir uma consulta para ele? Eu falei pra ela, mas como é que eu vou deixar ele? Ele se joga da cama, tá ruim que só vendo. Ela disse assim para mim, você, a dona do armazém, você quer que eu vou para você? A gente, nesse tempo, nessa época, aceita tudo, né? Eu digo quero sim. Ela foi. Era longe. Ali de de onde nós estamos, esse centro que ela ia, era na, era na Consolação. Era longe. Eu não sei se ela tomou ônibus. Ônibus não tinha. Se tomou carro. Eu não sei como é que ela foi. Ela foi de que chegou lá. já tinham acabado as consultas, não tinha mais consulta. Ela tinha lá no fim do salão uma cadeira, ela foi sentar lá. Antes de começar, o chefe chamou ela, disse essa irmã que chegou agora por último, venha aqui que eu vou lhe dar umas explicações. Ela veio lá na mesa onde ele estava e ele falou para ela o quê que tinha que fazer. Vai depressa, Faz isso tudo. Se ele aguentar oito horas e meia esse tratamento, ele está salvo. Ai, mais depressa, coitadinha. Ela correu. Foi na casa dela, como era armazão, tinha... tinha o que ele mandou fazer. Ele mandou pôr uma toalha grande, aqui assim, no lugar dos peitos, cortar os... por causa do biquinho ficar livre Naquele tempo, o querosene era remédio. Bom mesmo. Molha essa toalha no querosene e enrola bem aqui, mas enrola bem, aperta bem e nas costas, no pulmão. O mal dele era tudo pulmão. Daí ela, ela sozinha de noite, essa senhora, não era parente, não era nada. Ela, na casa dela, pegou o querosene, a toalha e fez como ele mandou. Mas ele se bateu tanto, tanto durante a noite. Foi a noite triste. Ai, que medo que eu passei sozinha com ele. Aquilo lá, aquela toalha enrolou tudo para baixo. Quando foi de manhã, ela foi a primeira a vir chegar lá em casa. Era em frente quase. Quando nós vimos aquilo tudo, Ela ficou tão assustada, ela disse para mim, olha, não mexe em nada, eu vou buscar esse homem, porque ele trabalha, se não depois, não acham ele em casa, ele vai trabalhar. E ela correu, acho que foi de carro, que dali da onde nós estávamos, na Consolação. Nós estávamos no Jardim Paulista, perto da Avenida Brigadeiro, e o homem era lá na Consolação. Ela foi lá e trouxe ele. Trouxe ele, ele olhou e eu estava chorando, triste, e ele disse assim para mim, disse assim, irmã, uma ferida dentro, escondida, é difícil curar, mas uma ferida, quando está fora, é fácil de curar. Ele queria dizer que o pulmão, ele disse assim para mim, o pulmão dele está limpo que nem um cristal, está tudo aqui. Tudo, era tudo tomado. Sangue, pus, tudo junto. Nas costas e aqui. E falou assim, eu vou tirar tudo isso e vou trazer uma enfermeira que ela já vai trazer o remédio necessário e vai colocar aí. Na segunda vez que ela fizer, a pele já está nascendo. Foi tudo feito direitinho como ele mandou. Ele foi buscar uma enfermeira do... no Hospital São Paulo, na Avenida Paulista. Ela veio, já trouxe a malinha, com os remédios, com tudo, com as, as faixas para enrolar. Eu sempre fui muito ajudada, viu? Todo mundo me ajudava. Todo mundo dizia, meu Deus, eu preciso ser muito boa com todo mundo. Todo mundo me ajuda. Se não fosse ela, ele tinha morrido. Ele falou assim, agora, mas você vai ter, vai ter muita paciência, viu? Você está com o seu estado muito melindroso, fato, né? E foi assim correu, ele ficou bom. Que nem, olha, veja, veja só, ali mesmo, naquele lugar, naquele pessoal ali, era nós éramos como se fosse tudo irmão. Tinha uma senhora muito doente lá numa cama, Aí, a uma outra foi visitar ela. Antes dela, da doente falar, ela falou assim, olha, eu sei que o menino da Aurora está desenganado do médico e eu sei um remédio que cura ele e fica bom, a doente. Então, ela diz assim, a me fala o que é que eu vou fazer. porque a Aurora está doente e o menino morrendo e eu doente. disse, me fala que eu vou, eu vou fazer esse remédio para ela. E ela disse assim, é um remédio esquisito, mas cura, cura, garantido. Ela nem quis mais saber da doente, foi, foi fazer o que ela mandou. Ela disse assim, você vai numa cocheira onde tem cavalinho novo, você pega aquela sujeirinha dele e põe num pano bem limpinho, amarra, faz um chá e dá para ele. Se der agora, amanhã cedo, está tudo arrebentado, o sarampo dele, porque recolheu. E o médico, por isso ele falou que ele sabe que o sarampo recolhido não tem cura. Pois é, olha, essa, essa minha amiga, ela também já morreu. Ela foi procurar no cavalo, lá era tudo mato tinha tudo, essas coisas. Ela achou a cocheira, Catou fez deu para o menino beber, ela mesmo deu porque eu não podia. Eu estava doente e isso aqui ficou duro aqui. Tudo duro, não mexia. Ela deu o chazinho para ele. De manhã parecia até ferida de tanto que arrebentou.
E quem era o seu filho?
chazinho, viu?
E qual era o seu filho que estava doente? Qual era o dos seus filhos que estava doente?
O mais novo. a é? O mais novo, Mário. Aí, ele, ela deu o chazinho para ele. Quando é de manhã, o médico veio para passar o estado de óbito para ele. Quando ele olhou assim, que viu ele bom, ele, não sei o quê que ele falou de ruim, que essa senhora que fez o chá, falou assim para ele, o senhor está achando ruim porque não foi remédio de farmácia. Remédio de farmácia não ia Que é português, não tem papa na língua para falar. Ela é portuguesa. <laughs> E assim, curou ele também. Meu marido foi curado com querosene. naquele tempo, que agora o querosene queima. Não presta mais para isso. A gente até quando tava gripada, pegava uma colherzinha de água, pingava umas gotinha ou duas de querosene. Era para gripe, não tinha coisa melhor. Agora ele, até para passar no chão não é mais, mas ele queima.
Dona Aurora, me fala uma coisa.
E seus filhos... Você não acha que eu estou falando demais?
Não, tá ótimo. A senhora tá contando muita história bonita, boa para gente aqui. <laughs> Me diz uma coisa, dona Aurora. Como é que, é os seus filhos cresceram e eles casaram também? Como é que... Conta um pouquinho do casamento dos seus filhos.
Todos casaram. A minha filha casou. Todos casaram e todos já morreram, tem nenhum.
A senhora não tem nenhum filho vivo?
Aí eu fiquei para semente, não tem ninguém, nenhum, morreu tudo, morreu o pai, morreu o, morreu meus irmãos, morreu meu marido, morreu tudo.
A senhora tem agora só neto e bisneto? Agora a senhora só tem os netos e os bisnetos?
É o Marco. O Marco. E agora uma... Irmã do Marco vai ter nenê também. Vai começar agora.
Me diz uma coisa, dona Aurora, a senhora, o filho mais velho da senhora, quantos filhos teve? Hã? O filho mais velho da senhora, quantos filhos eles teve?
Ah, isso agora eu não lembro, não. Eu não lembro.
Quantos netos a senhora teve?

Quantos netos a senhora teve?
Mas era uma carrada de netos. a oito, dez irmãos. Era uma carrada de netos. A senhora tem muitos netos?

E todos me Ai, meu Deus, como eles gostam de mim. Até parece que eu tenho melado. <laughs> É mesmo. Dona Aurora... até agora, outro dia, a minha, a minha menina que eu criei, Daniela, essa também eu criei. Tem a mãe dela lá. Mas eu criei ela desde que ela nasceu. Ela sofreu, sofreu, coitadinha, estava tão doente.

E ela não há medo de melhorar, porque quando ela estava para nascer, o pai Parou num lugar que o ônibus veio, empurrou o carro dele, machucou que até saiu sangue da barriga dela. Aí o médico disse assim, nós temos que segurar, ela está para nascer, mas não pode nascer, ela está se batendo muito. Pegou, não deixou, deu remédio para ela ficar mais uns dias. Mas quando ela nasceu, coitadinha, quase tudo em carne viva E a minha filha, a minha, essa minha neta que eu moro com ela, ela diz assim Vó, eu não sei o que que eu vou fazer. Essa pomada é é tão boa e ela tá cada vez pior. Eu só falei assim para ela. Você quer deixar por minha conta? Ela disse para mim, o quê que a senhora vai fazer? Eu vou tratar ela com vaselina, uma vaselina pura, da que agora não presta mais, estragaram essa farmácia. Eu tinha um pote e tinha um mocinho que morava lá perto, dei dinheiro para ele e falei, me compra mais um pote dessa vasilina pura. A hora eu comecei a lavar bem, com cuidadinho, passando aquela vasilina pura. Na segunda vez, a menina já dava risada, toda contentinha. E sarou. Vasilina pura. Não é com tudo aqueles remédio, não. E ela comprava aquele coproló, não sei o que é, que é cara, né? Ela dizia, não sei, não amei, ela não sara. Eu digo, deixa por minha conta. Sarou logo, logo. Na segunda vez já estava dando risadinha. Quer dizer, a cara alegrinha porque era nenê. Olha, eu falo demais, viu? Não me faz falar. Depois, depois eu tenho que almoço duas vezes.
<laughs> Dona Aurora, me diz uma coisa, com quem que a senhora mora hoje?
A senhora mora com quem? Com essa minha neta, que é mãe dessa que eu... É, que eu criei a filha dela, a outra mais velhinha eu criei também. Porque ela precisa trabalhar, ela é... É advogada. Ela precisa trabalhar para sustentar. E eu cuidava dela. Essa, essa que agora eu passava pomada e sarou, ela gosta muito de ovo agemadinho com açúcar, batidinho. Ela gostava daquela gemada. E só pode ser ovo fresco, né? Olha, eu saía na rua onde tinha galinheiro e ia perguntar. se queria me vender alguns ovos. Até que consegui uma que me vendeu. toda Toda semana ela me vendia uma meia dúzia de ovos. E a outra mais velha, eu, eu pegava a gema, e punha na comida. Misturava bem, ela gostava. Eu criei elas com muita saúde.
me fala uma coisa, quando a senhora morou a senhora falou que a senhora morou lá no Moema, depois que o seu marido morreu, a senhora ficou morando sozinha há muito tempo com os seus filhos?
Não, não fiquei sozinha. Ninguém me deixa ficar sozinha.
Aí a senhora foi morar onde, depois que a senhora saiu de Moema?
Nós fomos, foi morar na Interlagos. Interlagos. Tanto que está lá a casa até hoje, um casarão bonito, grande E a minha filha tinha muita vontade de comprar aquele prédio. Eu, eu, pensei, bom, eu pego o dinheiro, dou para ela. Faltava um pouquinho para fazer, porque era para vender setenta mil a casa. E faltavam uns quebradinhos para fazer os setenta. Falei para minha filha, olha, tá faltando um pouquinho, mas agora no pagamento eu te dou. Ah não, mãe, eu tenho o dinheiro, eu termino. E comprou aquele prédio. É dela. Não é meu, é dela. Comprou no nome dela. Por isso que ela dizia, eu tenho a minha casa. Eu digo, bem suada, porque eu não tenho.
Dona Aurora me diz uma coisa, seus filhos morreram de quê? Morreram muito, seus filhos morreram muito novos? Hã? Seus filhos morreram muito novos ou não? Não.
Quase todos com bastante idade.
Já morreram com mais de sessenta anos?
É. Quase todos com bastante idade. Mas não quanto eu. Eu, então, já, ó... passou da época. E eu, às vezes, fico brava comigo. meu Deus do céu, até quando? Escuto uma vozinha dizer assim, vai demorar um pouco ainda. Eu escuto, converso com eles.

Converso. Eu perguntei e... Não, um... Falei... Você vai... Vai ficar no mundo muito, muitos anos, muito velhinha. Eu perguntei, perguntei... Mas por quê, hein? Eu devo muito... Tenho muito pecado? A resposta foi assim... Ah, nem tanto. Quer dizer que é um pouco, né? <laughs> Todo mundo que está aqui é para pagar dívida mesmo. se não, não estava. Ai, não chega de falar?
Vamos lá, vamos para encerrar?
Na Interlagos.
Eu quero, queria que a senhora falasse para mim o seguinte, se a senhora pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o quê que a senhora mudaria? Agora? é. Olhando a sua vida assim, o que a senhora mudaria, se a senhora pudesse?
Eu acho que não, porque eu tenho toda a minha família, a pouquinha que tem agora, todos me estimam muito. Essa, essa que eu moro com ela não me deixa Me faz engordar de tanto que ela me dá. É roupa, é remédio. Olha, eu esteve contando os de remédio desde manhã até a noite. Mais de uns vinte e cinco, quase trinta que eu tomo, que ela compra.
E então a senhora não mudaria nada na sua vida? não.
Eu não mudaria nada.
E agora outra coisa, dona Aurora.
Eu tenho meu quartinho. Eu não preciso me preocupar com nada, com a minha roupa nem nada. Elas que procuram o que eu vou vestir, o que eu não vou vestir, o que fica bom. Eu não me preocupo com... Nem posso, não me deixam. Não me deixam. Eu não sei mais onde está a minha roupa. Não mando nada. É só sentar na mesa. Mãe, vó, tem uma que está no Rio. Ela é irmã desse Marco, viu? Ela, ela, ela telefonou no Dia das mães, dizendo para minha filha, fala para minha avó que eu estou mandando um beijão para ela Dia das mães Não esqueceu. E outra coisa, ela vai ter neném. Conhece ela? Não. Ela vai ter neném. Ela é irmã do Marco. Ela foi para o Rio porque lá tinha trabalho já há muitos anos. Melhor do que aqui. De fato, no Rio sempre tem mais trabalho do que aqui. Ela arrumou trabalho lá, arrumaram para ela, por isso que ela foi para o Rio. Agora está morando lá. Outro dia, eu estava pensando assim, meu Deus, onde foi parar os meus móveis? Eu tinha uns móveis tão bons, tão bonitos. Tinha um relógio cuco, bonito que só vendo. Cadeira de balança. Tinha tudo, tudo. Onde foi? Eu pensava assim, onde foi parar os meus móveis? Ela pegou, disse assim, ela pegou o computador, pediu o computador emprestado para a minha filha e ficou procurando, achou. Veio me mostrar a Dinha. Meu apelido ali é Dinha. Olha, olha os seus móveis, sua geladeira, o seu, o relógio Cuco. Os seus móveis tá tudo aqui, olha aí. No computador ela me mostrou. Eu digo geladeira e tudo, quer dizer que do Rio veio buscar tudo aqui em São Paulo. Acho que alugou um caminhão, máquina de lavar, tudo, tudo. Tudo com ela. Quer dizer que ela já levou a casa completa. O marido dela é... farmacêutico. É um bom, bom serviço, né? Farmacêutico. Ele esteve lá com ela.
Dona Aurora, para encerrar, eu queria que a senhora falasse o que a senhora achou desse nosso bate-papo. A senhora gostou de conversar com a gente?

Gostei muito. Por quê? Porque além de de coisas que interessam, tudo gente bonita. Olha aí, ó. Tudo gente bonita. Gente que sabe onde tem a cabeça, não é? Tudo isso, eu gosto. Eu sempre tive meus amigos, minhas amigas, mas amigos de verdade, viu? Mas quantos que já foram? Só que eu não choro por ninguém. Eu não tenho lágrimas. Eu chorei muito por meus filhos. Chorei muito por causa do meu marido que ficou doente por duas, três vezes. Acho que gastei tudo quanto era lágrima. Agora não tenho lágrima. Quando ele morreu, o pessoal ficou admirado. A minha filha me levou para casa dela, que era do lado. Eu não vi sair o enterro. Mas depois que foi o enterro, esquivaram quadras e quadras de carros. Ele era muito querido também ali, em Moema. Ele morreu em Moema. Ele morreu com... sessenta e dois , e eu fiquei com cinquenta e oito. Ele tem cinco anos mais do que eu.
Então, faz mais de cinquenta anos que a senhora está viúva. E a senhora não quis arranjar... Aí eu larguei.
Acabei aquelas costuras. Aí eu fiz mais aqueles trechos que ela aproveitou de mim. Fiz. E depois fazia assim alguma coisinha para um, para outro. Eu não posso ficar parada. Eu fico escrevendo. A caneta cai, eu estou a pegar Porcaria, eu não posso. Aa minha netinha, que eu criei também, eu falo assim para ela, olha que porcaria de letra. Dá nojo olhar. Ela pega, lê, lê tudo que eu escrevi e me dá uma nota.
E o que a senhora escreve?
Eu faço cópia eu posso fazer. Eu faço cópia, do outro livro. Faço uma cópia. Então, faço aquela lição e ela me deu uma nota.

Eu falei, eu não quero onze. Põe dez. Ai dinha, mas dez é... Oooo nove é mais do que o dez. Eu digo, eu não faço mais, mas põe dez.